Eu vou pedir para você falar de novo seu nome completo, local e data de nascimento.

Quarenta e cinco. E o senhor fala para gente o nome dos seus pais e a atividade profissional deles.

Ele era, na época, ele trabalhou na Polícia Militar de Pernambuco. Ele era guarda de presídio. E trabalhava na ilha de Itamaracá, em Pernambuco.

E teve onze irmãos, comigo onze, e todos moram em Pernambuco.
Fala para gente o nome deles na escadinha, assim.
Certo. Eh eh

Quase todos com E. <laughs> É. Aquela época tinha, assim, uma... uma... acho que era uma tendência, né?

Acho que sim.

Olha, eh pelo que eu escutava falar, meu pai era polícia polícia Minha mãe trabalhava na eh na fábrica de tecidos paulista, que pertence à rede das pernambucanas, lá em na cidade de Paulista, em Pernambuco. Meu pai, como policial, morava morava próximo, e se conheceram em algum evento, alguma festa, eh ou através de parentes. Eu não conheço, não sei exatamente como foi. casaram, namoraram, casaram e viveram junto até meu pai falecer e agora recentemente minha mãe faleceu.
Então vamos voltar um pouquinho nossa infância lá em Pernambuco. O senhor lembra bem assim da da região, como que era, onde que o senhor morava?
Lembro, lembro. Meu pai era, como disse, guarda de presídio. Era destacado para a penitenciária agrícola de Itamaracá. É um local onde tinha um grande presídio, na época, e e tinha um local que era a Vila dos Funcionários, né, que era uma vila especial para as pessoas que trabalhavam no presídio. Era afastado do presídio, uns cinco quilômetros mais ou menos, era uma vila especial para os funcionários. E eu fui criado lá, Até os os quatorze anos, mais ou menos. E como é que era essa... Ah, era uma vila, assim, que era era próxima de uma rodovia que seguia para a ilha de Itamaracá, para as praias da ilha de Itamaracá. Praia de Itamaracá, Praia de Forte de Oranje, Praia do Pilar. Era o caminho ali era o caminho onde passavam ônibus, onde passavam os caminhões, onde passavam os carros. A vila era bem na na divisa da rodovia. E era um lugar mais ou menos movimentado. Na época era bom, eh tinha uma certa qualidade, porque foi projetado para os funcionários, para as pessoas, os guardas que trabalhavam no presídio. Foi projetado para isso, umas casas com infraestrutura boa, com banheiro, eh com água encanada, E, naquela época, já tinha essa vantagem, né? E
E, nessa nessa época de infância, o senhor tinha liberdade de ir para essas praias mais longe com suas irmãs?
Sim, era o caminho da praia. Há mais ou menos três, quatro quilômetros da nossa casa estavam localizadas essas praias. Todas as praias ali, até o final da da ilha, a gente frequentava todo fim de semana, ia para praia. Ou, às vezes, vinha para Recife, vinha para Igaraçu. Eu nasci na cidade de Iaraçu, mas logo meu pai foi destacado para a para a ilha, né? Então, vivi até os catorze anos nessa cidade. Catorze, quinze anos. Aí estudei. Lá tinha escola, né, escola primária. Fiz a escola primária. E até o quarto ano, como é hoje, né, o primário, Aí depois, naquela época, tinha o o exame de admissão ao ginásio, que é, que era Depois eh desse período vinha o ginásio, naquela época, que hoje é o primeiro grau, segundo grau, mais ou menos, correspondente. Aí prestei o exame de admissão ao ginásio, na cidade de Igaraçu, e fui aprovado, fiz o ginásio até o terceiro ano. Aí depois, aí começou a vir a minha vontade de ir para São Paulo.
Então, espera um pouquinho, vamos voltar mais um pouquinho. Certo. Ainda nessa época de infância, nessa vila onde o senhor morava com os seus pais e tal, o senhor tinha um grupo de amigos, dos filhos dos outros funcionários ali?
Tínhamos, tínhamos amigos, amizade, porque era mais ou menos umas Então, são sessenta famílias, né, que tinha muita criança, muita criança, cada família naquela época tinha seis, sete, oito crianças, ou até mais. Na minha casa tinha oito, nove. Depois que eu vim para São Paulo, nasceram mais. Dois ou três. Daí tinha muitos amigos, muitos colegas. Tinha jogo de futebol todos os domingos. A gente ia lá ver o jogo. Tinha muitos eventos lá. Cinema à noite. Tinha um local onde passavam filmes, né? E Também tinha um engenho de açúcar. Um engenho, se chamava assim, engenho São João. Hoje está desativado, há muito tempo que está desativado, mas era um engenho de açúcar que fazia aquele açúcar, mascavo, tipo açúcar mascavo, né? E eles usavam, aquilo era era passado para os funcionários e para uso no presídio também. Tinha muita coisa eles Eles davam leite para as famílias. Tinha um local para buscar leite. Tinha um... Era muito bom naquela época. A vida de criança foi boa e
E assim, então, vamos, na na, no seu período de escola, não era dentro dessa vila? Não tinha verg

Era dentro da Dentro da vila. Tinha escola que era bem próxima da minha casa, né. E E... Essa escola era assim, era um galpão grande. Todas as séries estudavam naquele mesmo galpão. A professora era uma heroína. Ela dava a a aula para todas as séries, né, para Desde que você está eh dividir assim, era só dividido assim, uma parte, quem entrava, né, que estava se alfabetizando, depois outra divisão, eh, quem já estava melhor, né, no terceiro ano, até o quarto ano. Foi quatro anos de aula. Todo mundo junto, tinha um período da manhã e um período da tarde. Eu estudava no período da tarde, né. Entrava mais ou menos uma hora, saía cinco e meia, seis horas. Então, todas, uma só professora dava aula para todas as séries.
O senhor lembra o nome dela?

Uma senhora alta, loura, com uma fibra imensa. Naquela época, tinha uma régua <laughs> no quadro. Quem quem vacilasse ou quem fizesse bagunça, dava uma reguada. Mas era muito bom. das travessuras. Eu consegui me alfabetizar lá. E consegui porque, naquela época, para passar para o ginásio, tinha que fazer o exame de admissão no ginásio. Era o tipo de um vestibulinho <laughs> E eu fui. Quem não não conseguisse não entrava na escola pública naquela época. A escola pública era só para as pessoas que queriam estudar mesmo, né. Aí, foi bom essa época também. Essa época de criança até os treze, quatorze anos, até quinze anos eu morei nesse local, né.
Mas aí o ginásio já foi em outra aí
Aí sim. Aí saí de lá, né, era mais distante.

Aí lá tinha o ginásio, era era um município mesmo, né, município grande, e... e... eu ia estudar todo dia lá. Aí eu estudava de manhã. Entrava logo cedo, tipo sete horas, oito horas, até uma hora da tarde. Fiz o primeiro ano, fiz o segundo, fiz o terceiro.

Eu já estava com
Mas só uma coisa, o senhor falou que era mais distante. Como que o senhor fazia esse trajeto?
Até... Não, a gente ia de ônibus. De ônibus. Tinha um ônibus que passava, né? E... ia e voltava de ônibus, né? Agora, como a garota é muito travessa, todos os caminhões que passavam lá, a O cara parava, havia estudantes naquela época, parava. A gente ia em cima do caminhão até lá, economizava o dinheiro do ônibus, tomava um picolé depois <laughs> E a volta era a mesma coisa. A gente saía da escola, vinha assim seis, sete garotos, oito garotos, meninos e meninas. E a gente passava um carro, a gente pegava a carona, descia lá, economizava o dinheiro do do ônibus. E o ônibus era meu pai que pagava. A escola era gratuita, mas o ônibus, o transporte, ele pagava.
E nessa época de ginásio, tinha alguma matéria que o senhor gostava mais?

Eu sempre gostei muito de matemática, eh... Gostava muito de história. Todas as matérias em si, em geral, eu tinha assim... Às vezes você passa a gostar da matéria com mais afinidade ao professor, né? Você simpatiza mais com o professor, o professor simpatiza mais com você, e você acaba gostando mais daquela matéria. Aí eu... Mas matemática e geografia, história, era muito bom para mim. Naquela época, tinha, o ginásio tinha francês, Tinha inglês, né, e latim. Ainda tinha latim naquela época. Me enrolava todo, <laughs> Francês e latim não não conseguia dominar. Nunca consegui, né. Também nunca pro procurei me aprofundar e... e... Mas foi bom sempre. Não repeti nenhum ano, né. Os três anos com nota. E não repeti. Essa época foi a época do ginásio.
E aí, quando terminou o ginásio?
Sim, aí não cheguei a terminar, porque o ginásio era era quatro anos, né. Aí, eu, eu... No terceiro ano, eu estava impaciente, né, queria trabalhar. Aí meu pai falava comigo, olha, meu filho, aqui não tem muita chance, né, para ir para Recife, morar sozinho, também não vejo muita possibilidade, ou você deixa terminar o ginásio e o colégio, né, depois vinha para o colégio, terminar o ginásio e o colégio para poder pleitear alguma coisa de emprego e trabalhar com uma base.

Eles mandavam cartas, eles escreviam. Os três se colocaram na Polícia Militar aqui de São Paulo, né. Já estavam assim fazendo o curso para cabo, para sargento eh... Os três chegaram até a Suboficial, né. Seguiram a linha de da Polícia Militar e chegaram à Suboficial. E... aí eu tinha uma vontade imensa de vir para São Paulo, mas imensa mesmo. Escrevia para minha tia.

O marido dela era taxista aqui em São Paulo. E ela sempre escrevia. Essa tia é a minha madrinha.

Se ela me acolheria, né, durante um certo tempo, E ela fez uma uma me recebeu positivamente, me me recolheu. Aí ela escreveu para mim que eu poderia ir.
Mas só uma coisa antes de continuar, certo. Que que o senhor esperava de São Paulo? O quê que estava escrito nessas cartas que te dava assim eh Era trabalho, trabalho, trabalho. E por que essa vontade de trabalhar?
Vontade de trabalhar para ter minha independência, né, financeira ou, sei lá, independência... Satisfação pessoal. progredir na vida, que eu lá em Pernambuco não via muito, eu tinha dezesseis anos, não via muita eh profundidade assim para para um negócio, para alguma outra coisa lá, para emprego lá. Podia ser até que tivesse ficado melhor até do que estou aqui, mas eh não via essa expectativa. Meu pai também não via muito isso. Meu pai falava ou você vai ser policial, Né, porque ele não gostava muito, né. Era, mas não gostava muito. Ou vai ser político, né. Eu também não via essa possibilidade de chegar a isso. Né, um vereador, começar a cair em política, alguma coisa assim desse tipo. Não via essa possibilidade.

Daí, diante da da afirmativa da minha tia, Resolvi vir.
E aí como é que foi essa vinda, esse caminho? O senhor veio como?

Eu vou te falar. Aí eu eu Nós tínhamos um vizinho, que também era da polícia militar, que ele tinha um caminhão.

Isso ele fazia nas horas de folga, no, nos dias de intervalo de trabalho. Ele fazia isso. Daí meu pai tinha muita influência lá, muita amizade, foi conversando. Com ele, ele falou, não, Sr.

Não tem problema, um garoto. E era um caminhão, ainda lembro até hoje, efe ene eme, chamava, que a gente chamava de, grande, eh...

Isso no ano de eu vou para São Paulo. O menino quer ir? Até escutei ele falar assim. Aí meu pai falou quer. Aí marcaram o dia, né.

Aí, subindo o caminhão, ele transportava para a transportadora cinco estrelas. Era uma transportadora aqui na Barra Funda, em São Paulo. Então ele ele falou para mim, olha, a transportadora é na Barra Funda. Eu não sabia nem o que era isso, Barra Funda. Mas aí minha tia mandou um uma carta, tinha mandado uma carta dizendo para ele.

Aí ele conhecia a a Pirani, né? Era uma empresa grande, uma loja grande. Aí ele, como como ele conhecia, aí me deu o número do ônibus e o lugar onde descer do ônibus, que era no ponto final.

Era o terminal do ônibus. A rua da que minha tia morava era no terminal do ônibus. Saía do terminal do ônibus. para mim, foi fácil. Dito e feito. Peguei o caminhão. Foi mais ou menos seis dias de viagem. Né, naquela época, caminhão grande, lento. E viemos de lá para cá. Foi divertido, porque eu era garoto de dezesseis anos, ele dirigindo, o filho dele também dirigindo e eu. Parávamos nos lugares, tomávamos café, almoçávamos, jantávamos e dormíamos nos nos hotéis, nas pousadas, né, que existiam na estrada. Esse percurso durou mais ou menos seis dias. Eu não lembro exatamente, mas mais ou menos seis dias. Aí chegou, chegamos à noite, aqui na transportadora. Sabia de nada. Fiquei em um caminhão, na cabine. E ele foi, descarregou o caminhão. No outro dia, de manhãzinha, tipo sete horas, oito horas, saiu com o caminhão e me deixou no lugar combinado na Em frente à Pirani. Daí eu fui embora, agradeci e tudo e E aí não demorou muito, passou o ônibus.

Logo assim, oito ou dez casas, era a casa da minha tia. E passei a morar com ela. Morei durante seis, sete meses com ela. Ela me apoiou muito , me deu muito muito muito apoio, muito carinho. Daí, depois disso, veio mais um primo.

Chegou esse primo também. Ele foi morar na casa de um outro tio. de um dos meus tios, que é polícia militar, que morava próximo. Aí ele morou uns dois meses, mais ou menos, depois ele falou, vamos morar junto, né. Aí, naquela época, eu já estava trabalhando.
Trabalhando aonde?
A história de trabalho é assim, eu fazia várias coisas.

Quando eu cheguei, logo que eu cheguei, na primeira semana, vizinhos, amigos, colegas, pessoal eh, amigo do meu primo falaram, tem uma imobiliária aí que dá emprego para fim de semana, emprego assim, faixas na rua. Naquela época, as imobiliárias faziam os loteamentos, né, na na nos bairros e botavam faixas na rua. Então, eu ficava numa daquelas faixas esperando os candidatos a ver o loteamento. Aí chegava a pessoa, onde é esse loteamento? É em tal lugar.

Eu lembro desse loteamento.

Daí eu ficava naquela faixa, aí tinha seis candidatos ali esperando, daqui a pouco passava uma Kombi, levava todos aqueles candidatos para ver o terreno, para ver onde era o local, né. Comprava ou não, a minha posição ali era ficar eh eh esperando os candidatos, né, esperando os candidatos na faixa. Isso era um trabalho de rua. Ficava na rua esperando os candidatos. Aí, de vez em quando, eu ia também lá ver o loteamento, ia junto e voltava. E fazia isso de fim de semana. Sexta, sábado e domingo, né. Daí, eh, depois, aí um dos meus tios falou, olha, vamos procurar procurar um emprego mesmo, eh Você pode ficar fazendo esse fim de semana e arrumar um emprego. Aí nós fomos eh, vimos no jornal, naquela época o Diário Popular, que era um jornal que dava emprego, era um jornal mais popular.

Daí era uma marcenaria. Eh... aí eu entrei lá para lixar peças, eh eh fazer acabamento, com verniz, lixamento. Eu só não não não não lidava com máquinas de corte, assim, porque não tinha prática. Aí trabalhei lá nesse nessa marcenaria durante uns, sei lá, uns oito meses, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu continuava nas faixas, né, na rua. E foi E dali fui para outra imobiliária também para esse trabalho, fui para outra, e sempre ficava nesse trabalho de de de faixas, né. E trabalhando na marcenaria. Depois, depois disso, eu aí eu apanhava o ônibus, perto de casa.

É uma praça que não existe mais hoje. Foi demolida para fazer o metrô Sé.

Não sei se hoje ali onde tem os bombeiros parece que ainda é a Praça Clóvis Beviláqua. Mas ali, naquela época, o ponto de ônibus era embaixo daquele prédio.

Tinha vontade imensa de entrar ali para o lado da rua direita, Boa Vista. Aí Antes de ir para o ponto do ônibus, eu dava uma esticadinha e ficava olhando o prédio para me guiar, porque eu sabia que o ônibus estava ali, né, naquele local. Aí me guiava e comecei a entrar um pouco, entrar para a Rua Boa Vista, entrar para a Rua Direita, e olhava e tinha em cima desse prédio uma estrela da Mercedes que girava. Uma estrela da Mercedes-Benz. Em cima desse prédio, que era um prédio de acho que vinte andares, era muito alto. E eu me guiava para aquela estrela. Aí chegava aí até a Praça do Patriarca e voltava e ficava olhando se via a estrela. Onde eu via a estrela, eu ia indo, porque eu sabia que voltava por ali. Era fantástico naquela época, porque a Rua Direita era uma rua muito movimentada. Era um frisson tremendo assim de Toda hora tinha gente andando para lá e para cá. Nessa época de garoa, garoava muito. As pessoas rápidas, para lá e para cá, andando. E eu, às vezes, ia olhar para a estrela assim e batia de peito com outra pessoa trombava com outra pessoa Cansei de trombar com as pessoas. me guiar pela estrela, né. E foi assim que eu fui aprendendo. Foi a Praça Patriarca, depois eu já sabia que dali eu ia. Atravessei para o outro lado, via a Duta do Chá, onde tem o Teatro Municipal, comecei a conhecer por ali. Aí depois fui... do outro lado da Praça do Correio. Tudo isso me guiando, começando a aprender a andar na cidade. Aí tinha uma outra linha de ônibus que saía da Praça do Correio, que era mais próxima da minha casa.

pegar aquele ônibus, porque eu gostava mais daquela região, né? Daquela Andar naquele pedaço, aprender onde hoje é o metrô São Bento. Subia por ali e tal, saía na Praça da Sé. E foi assim durante uns oito meses. Aí, nesse andar, nesse conversar com as pessoas, conheci E, olha, você está precisando de emprego? Ele me convidou. Você está precisando de emprego?

Ah, tem um escritório aí, você não quer ir lá trabalhar no escritório comigo? Falei, o quê que é? Ah, é uma empresa de telefones. Aí eu falei, vamos lá. Um belo dia, fui lá com ele. Era na rua vinte e quatro

Mais para frente ali, né? Quase chegando na República... Como eu já sabia andar por ali, atravessar o viaduto, aí fui com ele. Aí cheguei lá, era uma empresa de limpeza e manutenção de telefones.

Então, o quê que era isso? Um telefone... Eu ia visitar os escritórios, né, ali no centro, que é imenso, né? Então, eles tinham contrato, o telefone quebrava ou caía, porque aqueles telefones pretos antigamente batiam e quebravam o fone. Aí eu trocava a parte interna, né, trocava às vezes o o lugar onde a pessoa falava ali, ou trocava até o aparelho todo, fazia manutenção e passava um lisoforme para desinfetar ali, limpava, deixava Quando não tinha nada para trocar, Só limpava o telefone, tinha uma fichinha, a pessoa assinava, levava para empresa, era o controle deles, para depois cobrar o serviço. uma limpeza, uma coisa eh... paralela. Só não fazia parte técnica de telefone, mas a limpeza e manutenção a gente fazia.

Aí comecei a andar para os bairros.

Aí eles davam a dica de qual era o ônibus que pegar e voltar. Aí fiquei. Nessa época já era o ano sessenta e dois, sessenta e três. Nessa empresa eu trabalhei uns três anos, mais ou menos.

Sessenta e dois.
Então, só um pouquinho, parar um pouquinho.

O senhor escreveu muito bem, assim, o Sr.

Era uma satisfação pessoal. Não assustava, assim, o tamanho? Assustava, <laughs> assustava, assustava muito, tinha muito cuidado. Porque muita gente contava as histórias. Olha, cuidado, porque tem pessoas que enganam as pessoas, matam, né. Tinha muitos jornais que saiam notícias de pessoas que morriam, de pessoas que eram enganadas. Mas eu me esquivava muito dessas coisas, né, e procurava ir para o trabalho, voltar e ir conhecendo. Mas era era assustador, mas era prazeroso. de de enfrentar o desconhecido, né? Enfrentar aquilo que eu não sabia o que era, às vezes onde ia sair, para voltar para onde eu conhecia, mas eu estava sempre... eu lembrava das aulas de história, né? Dos desbravadores que iam para interior de procurar...

E foi assim eh durante todo esse período até chegar a hora do exército.

Aí fui lá, me apresentei e ele falou, olha, mês de dezembro está dispensado. Aí você pode vir pegar. Eu disse, não, mas eu quero servir. Ah, você quer ser voluntário para servir?

Então eu entro naquela outra fila.
E por que o senhor queria?
Porque eu achava que iria fazer uma carreira no Exército, né. Tinha a expectativa de de ficar no Exército. Daí eu Fui. Fui para aquela fila, os voluntários, aí ia lá dar o nome e tal. Isso era fim de ano de sessenta sessenta e três, aí tal dia se apresentar em Quitaúna Aí ela escreveu, quartel de Quitaúna, trem militar sai da praça Júlio Prestes, Daí tal dia se apresentar, em janeiro de sessenta e qua Aí continuei trabalhando no mesmo emprego que eu trabalhava, né, até chegar o dia de informar para a empresa, vou servir o Exército. Fica por aqui até chegar a época, tal, ganha o meu dinheirinho.

Nessa época eu já estava morando sozinho, né. Esse primo que veio comigo, a gente alugou um quartinho, assim, um anexo de uma casa que tinha em frente à casa da minha tia. Tinha um anexo. A gente alugou, comprei Eu comprei os móveis da cozinha e meu primo comprou os móveis do quarto. E daí a gente passou a morar junto. Ele trabalhava em tecelagem. Ele era tecelão. Ainda é. Eu acho que já deve estar aposentado. E eu trabalhava nessa empresa, nessa atividade. Aí nós moramos juntos eh uns dois anos e meio, três anos mais ou menos. Depois, meu primo resolveu sair, mudou, porque a tecelagem em que ele trabalhava era no Tatuapé, mais ou menos naquela região. Aí ele mudou para lá e eu fiquei sozinho. Aí minha tia falou, ó, se você quiser voltar para cá sozinho, você está aí e só vai estar. Pode voltar. Eu falei, não, eu vou ficar mais um tempo aqui e fiquei. Até casar depois, né, que é outra história. Daí, eh... eh... No dia da apresentação no Exército, fui me apresentar. E... Entra na fila, corta o cabelo, raspa a cabeça. Raspou. Ainda tinha cabelo naquela época <laughs> Tinha cabelo tipo militar. Aí entra em forma, e aí foi aquela aquele processo deles de pegar material no depósito, material pessoal, né, sapato, coturno, eh farda, farda de sair, farda de ficar no exército eh, boné de ficar lá dentro, depois tinha o outro de sair, tinha a roupa de de folga e tinha roupa interna, né. Cada um a chave e o cadeado do seu armário, tinha a numeração, o número do que você recebe lá, você põe no seu armário. Daí a responsabilidade é sua no quartel. Tudo que você perder, você vai ter que pagar na hora de sair do exército. Então a minha expectativa era servir um ano. Mas eu falei, não, vou ver se eu fico por aqui para fazer carreira. Daí eu continuei morando lá com minha tia, né, lá sozinho e com minha tia, porque morava, estava sozinho, ia fazer as refeições na casa dela, depois ia dormir só, né. E continuei ali, aí entrei no exército e continuei morando no mesmo local. Aí comecei, conheci as garotas, vizinhas, amigos. Naquela época tinha muito bailinho nas casas, né. A diversão era o bailinho no fim de semana, né. Quando tinha aniversário, algum evento, algum evento, aproveitava e fazia um bailinho e o aniversário. Quando não tinha era só bailinho com Chama-se chamava-se bailinho, né, antigamente. Então era era músicas da época, Roberto Carlos, Ronnie Bond, Ronnie Core... E... Todo esse pessoal da Jovem Guarda, né, era o que dominava nos bailes. Ray Conniff, né, Johnny River... A gente escutava muito essas músicas nos bailes. E conheci muitas garotas. Namorava com uma, namorava com outra. Saía Passava um tempo ficando, né, como eu disse, ficando, namorando. E depois fui passando esse tempo. Depois que eu comecei a servir o Exército, não é, que aí comecei a ficar... Entrei no Exército, ficamos um período interno. Acho que, se não me engano, quarenta dias internos. Só para aprender a marchar, aprender a doutrina militar, né. As ordens, obedecer as ordens e conhecer os superiores, conhecer as pessoas pelas ) Você não sabe nem o nome da pessoa, mas sabe que ele é um capitão, né. Sabe que ele é um tenente, né. O tenente, passou o tenente, se levanta. Faz a reverência lá para ele e quando ele vai embora, você volta a sentar. Então a vida de quartel é isso, né? Tem aquela disciplina militar. Eu comecei a não gostar muito daquilo, lá. Daí, é... Voltar aí, terminou esse essa quarentena, né, de entrada, aí a gente poderia vir para casa todo dia. De segunda à sexta, quatro horas era dispensado pessoal, né. Quem quem estava normal ali, quem não dava alteração, quem desse alteração, ou perdesse alguma coisa, ou desobedecesse um superior, ficava de serviço. era um castigo, né? Então, o oficial passava, se você não levantasse e cumprimentasse, ele... Soldado, se apresente lá. Seu nome, seu número e tal. Aqui ele já estava de serviço. Não saía. E tinha as escalas, além disso, tinha os postos em volta do quartel, tinha a vila militar, tinha vários postos. Cada posto ficava três pessoas fazendo guarda. E justamente essa guarda era para as pessoas que davam alguma alteração. durante o dia e a noite ficava lá. Eu procurava nunca dar alteração para vir embora todo dia. Segunda, sexta era essa rotina. Sábado não ia no quartel. Domingo não ia. Na segunda-feira se apresentava de novo. Só parar um pouco
Pronto! Então, você estava falando que segunda-feira se apresentava de novo
Se apresentava no quartel. E foi isso até chegar Fim de março de mil novecentos e sessenta e quatro, que foi a época da Revolução, né. Aí começou assim a dificultar a saída, em meados de março, não lembro bem quando, uma semana antes do fim de março, dia vinte, por aí. Aí às vezes a gente ficava sem sair, né. Às vezes saía só na quarta-feira. Aí quando chegou na última semana de março, prontidão geral. Todo mundo aquartelado lá, superiores, soldados, todo mundo lá. Quartel cheio, as camas, o dormitório lotado, não é? E ficamos lá, que sei que no dia trinta de março, à noite, tocou o que chamam Alvorada. que é todo mundo levantar, na situação que tiver, botar a roupa e se apresentar no pátio. Aí foi feito isso, tocou a alvorada, deveria ser umas quatro horas da manhã, três horas, quatro horas da manhã, todo mundo em forma, entramos no caminhão e rumamos aqui para o o ginásio do Ibirapuera. Aí viemos, eu não sabia o que estava acontecendo. Naquela época, politicamente, eu não tinha muito interesse nas coisas. Era garoto, estava preocupado com outras coisas. Mesmo servindo no Exército, eu não sabia o que estava rolando, né, o que estava acontecendo. E daí, também, os superiores não transpiravam nada. Ninguém avisava, ninguém falou o quê que era. Entra em forma, é ordem. Entra em forma, sobe no caminhão e vai embora. Aí viemos aí para o ginásio de Ibirapuera. Chegamos eh mais ou menos umas sete, oito horas da manhã no ginásio de Ibirapuera. Aquela fila de caminhões, porque lá tinha o quar quarto Regimento de Infantaria. Era onde eu servia.

Então esses dois quartéis unidos, de Quitaúna, né, até chegar aqui no ginásio do Ibirapuera. Tinha uns setenta caminhões, oitenta caminhões, ônibus, jipes, enfileirados. Chegamos aí no ginásio do Ibirapuera, se, ficamos nas arquibancadas, né, cada um com seu material. com seu material e ficamos lá. Aí esperamos vir a cavalaria de Pindamonhangaba e mais dois quartéis de Piracinunga, outros que eu não lembro bem, mas sei que o ginásio lotou, o ginásio do Ibirapuera lotou de as companhias, os soldados, todos ali. Aí ficamos o dia eh dia Dimasco foi quando eclodiu a a Revolução de sessenta e quatro, né? Quando foi aí... Por aí e por lá a gente já começou a saber o que estava acontecendo, né. Alguns ficavam desesperados que ia ter guerra, que, outros pensavam que... Mas os superiores não transmitiram nada. A ordem era... Chegou a hora, vamos arrumar aí Chegou a hora certa, todo mundo de volta para o caminhão, cada companhia em tal caminhão, aí arrumamos para Curitiba. Vamos apoiar o... O quartel do Curitiba, né. Aí saímos daqui de madrugada também e... Primeira parada em Registro. Cidade de Registro. Era mais ou menos uma hora da tarde, nós paramos lá. Aí descemos para fazer o lanche, né, a hora do almoço. Aí já deveria ter o campo avançado, que já estava lá. preparando a refeição. A refeição era uma refeição balanceada, era um saco de papel, tinha ovo cozido, tinha pão com manteiga, ovo cozido, uma caneca de chá. E isso foi o nosso almoço. Aquela refeição que eles chamam de ração. Em tempos de guerra, eles não vão estar ali cozinhando, esquentando, né. É uma coisa prática, né. Então, nós comemos aquilo, né. E estava tudo bem para mim, porque eu gostei. Soldado tinha que seguir. Aí Ali, nós fizemos aquela refeição e rumamos para Curitiba. Chegamos lá de madrugada também. Chegamos em Curitiba de madrugada. Aí, chegando lá, ficamos num padre do quartel de Curitiba. Aí foi servido uma refeição mesmo, quente, com comida, carne, salada. Tudo aí, almoçamos. E no outro dia de madrugada, também de manhãzinha, assim, antes de amanhecer o dia, nós fomos ficar em um ponto estratégico. Era eu lembro que era perto da rodovia. Se eu não me engano, era a rodovia que vai para o Rio Grande do Sul. A gente de cima, era um lugar alto, a gente via a cidade de Curitiba, ali embaixo, a uns quatro, cinco quilômetros, e a gente ficou naquele ponto onde cruzava o rodovia. Era um ponto estratégico dele, né.. Então, ali ficou a minha companhia, que é o exército Quaterri, completo, O gê ca noventa , que era a companhia antiaérea, tinha os canhões antiaéreos. E os outros, a cavalaria também estava um ponto mais para frente. A outra infantaria também estava mais para frente. E nós ficamos ali durante uns quinze dias. Tinha um galpão, assim, tipo de uma escola. Acho que estava desativado. A gente, quando tinha que descansar ou dormir, ia para lá para se proteger da chuva e da garoa. Era uma garoa imensa, interminável. Nunca parava de garoar. E frio. Lá fazia muito frio, acendia muito frio lá. Apesar da roupa, da capa, da butina, acendia muito frio. Ficamos durante uns quinze dias lá. Aí também não sabia o que estava rolando, o que estava acontecendo. Ninguém falava nada. Tal grupo fica lá, tal grupo chega e eles vão descansar. Era só isso que acontecia, ninguém falava nada. Aí, depois disso, eu acho que quando abrandou mais a coisa, aí nós voltamos.

Aí chegamos lá, ficamos durante uns quinze dias sem sair do quartel, de novo, né. Sem sair do quartel.

Lá fazia esporte, aprendia a lidar com armas, tinha aula todo dia, né, instruções todo dia, tinha esporte. Aí criaram uma Olimpíada lá, interna, para gente... O pessoal se desenvolveu, né? Quem gostava de futebol, quem gostava de de corrida. Mas não saía do quartel, ficava lá. Depois de um período, não sei quantos dias, mais ou menos quinze, vinte dias. Durante esse período, um belo dia, a gente estava lá no pátio, ô Chegou um soldado lá e falou, olha, o oficial de dia está precisando de dois voluntários para para se apresentar lá. E ninguém queria, né? Porque era para ir buscar coisa para o tenente, e carregar alguma coisa que estava fora do lugar. Serviço de voluntário era isso. Era fazer o que... que chegava lá. Aí eu falei para um colega meu, que tinha o armário junto com o meu, falou, vamos lá?

Aí a gente foi.

Aí ele falou, olha, nós estamos precisando de dois, de duas pessoas para trabalhar aqui no cassino dos oficiais. que é que é o cassino dos oficiais. Falei, tudo bem. Vocês querem? Quero. Falei, o que é para fazer lá? Falei, é para servir os oficiais. O que eles quiserem, está bom. Falei, como é? Falei, vocês estão dispensados de de serviço, de tirar plantão e podem ir embora todo dia, né. Porque tinha uma turma que ficava durante o dia e outra turma que ficava à noite. Aí eu falei é para já. Peguei meu material, aí tinha um alojamento no Cassino dos Oficiais pros soldados.

Aí foi uma beleza aquilo lá, porque nós passamos a fazer a refeição dos oficiais. Naquela época comiam muito, porque era garoto e gostava, tinha muita fome, né, porque garoto tem muita fome. Daí, eu eu eu eu e ele, nós ficávamos lá. Aí, o que aconteceu? O cassino dos oficiais, lotado. Tinha, assim, uns trinta, quarenta oficiais. Aspirante, tenente, capitão, major. Todo mundo, quando nós chegamos lá, falou, nossa, quanta gente. Aí, você tinha um barzinho, com a máquina de café, Sempre cheia, refrigerantes. Aí você ficava ali dentro daquele espaço. Aí o oficial levantava a mão e disse, o senhor, me traga um refrigerante. Eu levava. Me traga um café. Ele levava. Me traga um jornal. Eu levava eh Me traga qualquer coisa que ele desejava, uma Um jogo de xadrez, porque lá tem muitos jogos de xadrez. que esse não estou gostando, levava, recolhia o outro, aí depois que ele tomava o café, recolhia as xícaras, aí levava para lá, lavava, e dava sempre a atenção ali aos serviços oficiais. Depois que eu fui saber que os oficiais ali estavam presos. Aqueles oficiais que estavam ali, estavam recolhidos ali, né. Tinham mais ou menos uns setenta, oitenta.
Mas recolhidos por quê?
Pela Revolução. Por causa da Revolução de sessenta e quatro. E os oficiais que, na situação que eles estavam ali, eles eram muito amáveis com a gente. Era muito diferente do outro tratamento. Soldado tal a gente ia. Não, não precisa. Precisa toda hora fazer a reverência, né, a continência? Não, vem aqui. Aí a gente ia botar o... Para ir atender tinha que botar o boné, tal Não precisa sem Chama-se cobertura, né?

Aí a gente chegava lá e depois ficava criando aquela amizade, aquele vínculo, né, com eles, e... Um tempo ficava até quase amigos da gente. Sempre respeitando o padrão deles, a posição deles. Aí Fiquei, né, nesse cassino até chegar em outubro, que foi mais ou menos de abril a outubro. Fiquei aí. Era uma beleza Não tinha hora para chegar. Podia chegar Combinava com o outro da outra turma. Podia chegar às nove horas. Lá eu ia no quartel e saía às quatro horas, todo dia, todo dia. Daí Daí, fiquei esse período até outubro, que é a primeira baixa, que é o que eles chamam, ah... a primeira turma que sai do quartel naquele ano, cumpre sua obrigação militar. Aí, nisso, teve uns cursos para quem queria seguir para Cabos, fazer curso para Cabos, curso para sargento. Aí, eu pensei, eu não vou fazer, não quero. Acho Achei que também não deveria ser aquilo para mim.
Só uma coisa, então, hum, antes de prosseguir. Nesse período todo, então, de março ao outubro, os militares chegaram ao poder e tal, o que que se ouvia dentro do quartel?

O que se falava?

Dentro do quartel, nada. Alguma coisa que eu ouvia era fora do quartel. Quando saía, né, escutava no rádio, escutava na tele Já tinha televisão naquela época, escutava na televisão, escutava as pessoas falarem, mas lá dentro era prontidão. Eles não comentavam, nem mesmo os que estavam ali, quer dizer, a gente não tinha acesso a estar conversando, sentar com um oficial para conversar. Era para servi-los, né. Eles não transpiravam nada. Depois eu comecei a saber que o Miguel Arraes foi preso, que que outros outros governadores foram presos, outros estavam exilados e... Sabia por fora, comprava o próprio jornal, Saía as notícias. Também não saía muita coisa, né? <laughs> Mas o que saía a gente lia e começou a ficar. Quando eu comecei a saber disso, aí eu desisti de fazer carreira no exército.
Não concordava?
Não, não concordava. Achava que era muito muito opressivo, né. Me sentia oprimido com aquilo, com aquela situação. Mas a gente era muito bem-vindo. os soldados eram muito bem-vindos, bem-vistos pela população, né. Quando você entrava num ônibus, todo mundo olhava você com com um olhar, acho, de gratidão, de confiança, né. E a gente vinha para casa com uniforme, uniforme de saída, uniforme novo, bonito, e todo mundo dava muito valor o Exército naquela época, como ainda dá, mas naquela época eu acho que as pessoas tinham mais eh assim confiança, né, e... E, mesmo assim, eu não quis não quis, uhum, ficar não. Aí eu resolvi dar a baixa, que é a primeira baixa. que é para as pessoas que nunca teve nenhuma alteração, nunca foi preso, nunca ficou de serviço, não tem nada na ficha, a ficha está limpinha, sai na primeira baixa que é dia vinte e cinco de outubro, que é dia do soldado. Naquele dia, eles eles eles eles eh botam todo o uniforme, e o boletim do dia, o soldado tal, tal, tal, tal, tal e tal, cumprir sua obrigação, aí o p oficial do dia vai lá, cumprimenta a gente, aí vai lá o p comandante também, entrega de diploma para você que é a baixa do exército, cumpriu a sua obrigação. Aí saí, saí do exército, fui para casa, aí voltei à minha vida de de procurar emprego. Lembro que era no quarto, quinta-feira, nós saímos, aí comprei o jornal.

Uma empresa, uma loja, era uma empresa que tinha várias lojas, quatro, cinco lojas. Aí fui lá, me apresentei lá para o gerente, fiz uma pequena entrevista, ele falou assim, e você? Acabei de sair do exército agora. Ah, você saiu do exército agora e tal, garotão do exército e tal, vai fazer um teste lá na fábrica que era na Vila Guilherme. A fábrica da empresa, ela tinha loja e fábrica. Aí fui lá, me apresentei para o departamento pessoal e fiz um testezinho, matemática e tal, alguma coisa de matemática, alguma coisa de conhecimentos, escrevi alguma coisa lá no... Aí eh ele falou, na segunda-feira você se apresente lá na loja para ver se você passou ou não, se vai começar ou não. Aí na segunda-feira da outra semana, Me apresentei. Você está aprovado, você vai ficar aqui. Você vai ficar como auxiliar de balcão. Era uma loja, tinha vários balconistas. Eu fiquei lá para ajudar, começar a ajudar os vendedores, né, fazer pacotes, aprender a atender o cliente e...

Aí eu fui lá, fiquei muito tempo lá nessa loja, aprendi. Depois de três meses, eu fui promovido a vendedor, né. Fui registrado, promovido a vendedor. Trabalhei lá durante mais ou menos cinco anos, nessa loja. Aprendi a fazer tudo. Tudo referente a atendimento de cliente, atendimento de balcão. Sempre vendia bem e era sempre elogiado porque eu batalhava para vender. Eu ganhava, naquela época, o fixo e comissão sobre as vendas. Aí, naquela época, a empresa estava em fase de crescimento, a empresa instituiu lá uns prêmios, né. Os melhores vendedores da de cada loja, porque tinha três, quatro lojas, os primeiros vendedores, ganham um curso no Senac, naquela Na vinte e quatro de maio, no Senac da vinte e quatro de maio. Aí, eu, lá eu fiz curso de vendedor interno, vendedor externo, balconista, empacotador, vitrinista, porque tudo isso era necessário nas lojas, né, apesar A empresa tinha um vitrinista que fazia todas as coisas, mas eu ajudava o vitrinista. para ter noções de como expor uma mercadoria, como deixar a mercadoria melhor exposta, eh chamar a atenção do cliente para determinados detalhes. Como eu tinha uma letra mais ou menos boa, eh com esses pincéis mágicos eu fazia preços, todos os preços da loja eu fazia, além de trabalhar e continuar vendendo. Aí, depois de uma época, eh surgiu uma vaga a necessidade na filial da Rua Augusta. Daí, eu fui transferido para a Rua Augusta. Fui transferido para lá. Era uma loja grande, mas tinha menos vendedores. Tinha uns quatro ou cinco só. Era eu, era o gerente, a subgerente e três vendedores. Aí fiquei ali trabalhando. A Rua Augusta, naquela época, a Rua Augusta era o point, né, da de tudo que acontecia.
Descreve um pouquinho a Augusta.
A Augusta, naquela época, era era aquela onda de carros correndo muito, né, <laughs> subindo a. Eu trabalhava lá no número dois mil E é aquele ladeirão até chegar na Paulista, né? Os carros subindo a toda, tem aquela música, quando entro no meu carro, não vejo ninguém pela frente e dá. Aí a moçada daquela época, né? Subia aquela rua toda, os trolleybus, que naquela época subia trolleybus, né? O pessoal agarrava atrás, aquele aquela garotada, né, e ia agarrado naqueles trolleybus, subindo. Tudo que acontecia na época tinha muita loja de disco. Perto da loja que eu trabalhava tinha o Museu do Disco, né, que era uma uma loja grande de discos. E ali iam os artistas, ia Gilberto Gil, Caetano Viloso. e a a Rita Lee, né. E... E, de vez em quando, aparecia uma figura lá diferente, um cantor diferente. Ronicó eh Jaizinho, né. Naquela época, eles estavam começando. Eu ouvia muito, porque a loja era do lado, a música da Wanderleia, do Roberto Carlos. Eu ouvia direto, né, porque a loja era vizinha nossa e De vez em quando, tinha aquela promoção, aquele monte de gente, e era algum artista que ia chegar lá. Aí chegava lá, fazia uma visita à loja de discos, saía, e a Rua Augusta aquela era movimentadíssima. Era o que acontecia. Muitos bares, muitas lanchonetes, muita gente circulando, né? E muitos carros. Aí tinha aqueles carros grandes, aquele pessoal que...que... Chamavam naquela época os playboys, né? Da Rua Augusta e Era o movimento era acontecia naquele pedaço que eu trabalhava.
E o senhor frequentava essas lanchonetes?
Eu frequentava. Na hora do almoço, a gente ia almoçar nesses lugares o na Quando saía da loja, ficava por ali fazendo uma paquera, né. E... E agora, à noite, eu não frequentava, porque à noite eu ia para casa, né, uhum. Nessa época, eu já tava namorando, já tava firme assim para... querendo casar. Daí, acontecia assim, durante o dia, trabalhava, aí eu trabalhava das nove até às dezoito horas. Foi muito bom, trabalhei durante uns cinco, seis anos. Aí, nessa época já, os anos setenta, setenta e um, casei.
Então, peraí, como é que o senhor conheceu a sua esposa? <laughs>
Minha esposa, conheci, era minha vizinha. Morava, como disse, eu morava num anexo, numa casinha. Ela era vizinha em frente à casa da minha tia. Então, eu namorei com todas as outras vizinhas e deixei aquela por último <laughs> Porque eu tinha mais mais eh intenção de namorar certo. Falava de namorar firme naquela época com ela, né. Então, as vizinhas, os bailinhos, namoravam uma semana com outra, semana com outra. E, depois, aí chegou uma época que eu falei, não, agora eu tenho que tomar uma decisão, né. Acabou o repertório por aqui <laughs> As moças ah próximas aqui, todo mundo já estava me olhando meio assim, né? Ah, ele namorou fulano. Eh... A menina gostava dele, ele largou. Aí eu falei, não, agora eu vou começar a namorar a filha. Um belo dia, acho que foi até no aniversário de uma vizinha também, aí eu começamos a namorar. Mas era balinho, a gente frequentava os balinhos das casas, na casa delas, em outras casas. E era aquela paquera, né? Ela era gostosa, aquela paquera. E depois, como eu já era muito conhecido da família, Eles me acolheram muito bem. Aí eu fui falar com o pai dela, com a mãe dela, que eu ia começar a namorar com ela.

Ele falou, olha, eu quero uma coisa séria. Não, tudo bem. Eu já estava trabalhando, já tinha minha renda, né? Trabalhando registrado e tudo já. Estava trabalhando uns cinco anos já da chaveira de Toledo e mais uns. Três ou quatro anos na Rua Augusta, né. Ainda feito em janeiro de setenta, casei.
Como é o nome dela?

O pai dela era húngaro e a mãe dela alemã. Lourinha, mesmo sem sem água oxigenada <laughs> De verdade, né? Aí, eh casei, tivemos três filhos, né. Em setenta e dois, nasceu a minha primeira filha.

Tivemos três filhos seguidos.
E só uma coisa, vocês casaram e foram morar aonde?
Ah, sim. Nós casamos aí nesse período de de namoro, né, e de noivado, que teve o noivado Aí nós eh estávamos procurando casa. Até tinha me inscrito no sindicato do dos comerciários <coughs> Aí saiu a casa, mas aí nós um dia fomos ver. Era um lugar meio complicado. onde eram as casas. E era um lugar assim... Eu não sei hoje onde era, mas era para o lado da Cachoeirinha, que naquela época era considerado um lugar distante. Hoje não, né? uhum. Naquela época era um lugar distante. Era aquela época que os sindicatos faziam casas para os sindicalizados, né? Como era do sindicato do comércio, comprei essa cota, Aí ela ficou assim, preocupada, que não tinha gostado muito do local. Aí, em conversa com o pai e a mãe dela, né, em fim de semana, nós conversando, ele convidou a fazer uma casa anexa dele, porque ele morava, tinha um terreno grande, tinha duas divisas. Ele falou assim, se quiser, Você vende essa cota e constrói uma casa aqui do lado e fica aí. Nós construímos uma divisa, a dele na outra e um corredor com um no meio. Aí construí uma casa com dois dormitórios. Cozinha, quarto e uma área. Casa pequena. Construímos. Aí a família toda ajudou. Naquela época tinha aquele chamado mutirão, né. Era muito popular essa esse mutirão e tudo Um tio era encanador, outro era pedreiro, outro era eh eletricista. O pai dela também sabia de tudo um pouco. Aí peguei aquele dinheiro da da cota, que vendi a cota que eu tinha no sindicato, peguei aquele dinheiro, comprou um material, o terreno já estava lá, né, era um quintal, aí a gente erguemos a casa e quando eu casei a casa estava pronta. Aí fomos morar nessa casa, no mesmo terreno dele. Isso foi no ano de Aí fizemos um acordo verbal. Começou, tem uma pessoa muito boa, falou, olha, eu vou morar aqui até eu poder comprar outra casa e mudar. Ele falou, você mora aí o tempo que você quiser. Não tem tempo determinado, você mora o tempo que você precisar. Quando eu sair daqui, o senhor faz da casa o que quiser. aluga, faz uma renda para o senhor. Aí nós fizemos essa troca verbal e realmente isso aconteceu. Aí teve os três filhos lá, eles cresceram, e eu continuei trabalhando na na mesma empresa.

Voltei para lá e fui promovido a subgerente dessa loja, que o gerente tinha sido transferido para... Surgiu o Shopping Iguatemi, né? Na época, o gerente tinha sido transferido para o Shopping Iguatemi. O subgerente assumiu a loja e eu fui de vendedor para subgerente. Aí, fiquei lá trabalhando durante mais uns...

Voltei lá como subgerente. Aí já passei a fazer eh todo o movimento burocrático da empresa eh registro de notas fiscais eh compras, avaliação de pedidos. Aí comecei a fazer tudo que a parte burocrática ou caixa da empresa. Fazia tudo isso, o gerente ensinava, passava para diretoria. Aí cresci lá, nisso, meus filhos também crescendo, foram para escola, começaram a a a se desenvolver, e eu trabalhando na mesma empresa. Aí chegou uma época que surgiu o Shopping Ibirapuera. Uns anos depois e Daí eu fui candidato a assumir a loja do Shopping Ibirapuera. Era um candidato eh firme, né. Tinha várias outras lojas. Cada loja tinha seu subgerente, né. O pessoal era, às vezes, até mais antigo que eu, mas acabou ficando comigo. Eu tinha uma certa afinidade com os donos da empresa, eles gostavam muito de mim, eu sentia isso, aí fui Aí recebi a loja de como gerente nos anos eh setenta e oito, que abriu o Shopping Ibirapuera. Aí continuei trabalhando na mesma empresa, fui transferido, passei a ser gerente e trabalhei lá até o ano de Então eu entrei em sessenta e quatro nessa empresa, saí em oitenta e oito, vinte e quatro anos numa empresa só. Só que mudando de loja para loja, né? Às vezes o gerente de uma loja tirava férias e eu ia cobrir, enquanto era subgerente, ia cobrir. Então eu trabalhei em todas as lojas da empresa.

Quando o gerente do Centro tirava férias, eu ficava. Quando o do Iguatemi tirava férias, eu ficava. Quando o do Brás tirava férias, eu ficava. E fui aprendendo todo A parte de todas as lojas eu conhecia tudo. Por isso que eu fui candidato e recebi a gerência da dessa loja. Aí trabalhei de setenta e oito até oitenta e oito. Nesse período teve uns uns problemas na família, a fábrica se desligou das lojas, a família se dividiu um pouco. Aí, nos anos eh oitenta e seis, oitenta e sete, começou a ter umas mudanças, e aí começou, acharam que o negócio não era muito mais viável. Aí venderam as lojas. Venderam o Centro, venderam o Shopping Iguatemi, venderam o Braz.

Aí chegou no fim só aquela loja. Também eles acharam que o negócio teve umas... A economia teve aqueles aquelas viradas, né, do plano Collor, do plano Bresser, do plano isso, do plano aquilo. As dificuldades foram aumentando, os aluguéis crescendo muito, a inflação corroendo muita coisa. Daí resolveram passar o ponto também. Daí eu saí da empresa, saí em oitenta e oito Como eu estava prevendo que isso ia acontecer mais de um ano antes, eu já estava prevendo aquilo, nesse período também resolvi voltar a estudar, porque eu tinha parado no ginásio. Aí, nos anos eh setenta já, nos anos setenta e oito... Não, nos anos setenta, eu, sob a influência do gerente da Rua Augusta, uhum, ainda naquela época, ele era árbitro de futebol de salão. Ele era juiz de futebol de salão. Ele falou, você não quer fazer um cursinho também para ficar como auxiliar? Hoje chama Bandeirinha, né? E depois você passa a árbitro. Aí eu falei, vou. Fui, fiz o curso na federação, fui aprovado, passei a ter o emprego da loja e o emprego de árbitro e auxiliar lá. E estava gostando, trabalhei uns cinco, seis anos lá com... Futebol de salão. Futebol de salão, porque na época a Federação Paulista de Futebol de Salão estava se estruturando, crescendo e fazia jogos.

na Penha, no Hebraica, no Palmeiras, no Coríntia, no Ipiranga, no interior de São Paulo todo, viajamos para o interior de São Paulo todo, que tinha o campeonato municipal e tinha o campeonato estadual, de futebol de Salão Santos, Itapeva, Votorantim, tinha todo lugar, os clubes que a gente fazia eram filiados da federação. Aí depois eu fiquei meio assim, me envolvia muito, aquilo me deixava muito apreensivo. Daí eu falei, eu vou sair, eu não vou ficar mais não, vou ficar só com a loja mesmo. Aí fui lá conversar com o diretor, ele falou, olha, fica aqui como representante, que é mais calmo <laughs> Falei, então eu vou ficar como representante. O representante era aquele que anotava o nome dos jogadores, né? O nome dos jogadores que iam participar da da partida. dos dois clubes que iam participar, o nome dos reservas, quem estava jogando recolhia a carteirinha, ficava comigo, daquele jogador, e cronometrava o tempo do jogo, porque naquela época o cronômetro era na mão O representante tinha o cronômetro na mão para ver o tempo. O juiz estava apitando e estava, quanto falta? Falta dois, falta três. Aí o juiz apitando eh anotava todos os ocorridos, Fulano fez duas faltas, fez três faltas, fez quatro faltas. Fulano foi expulso. Dava alguma alteração. Aí tudo aquilo depois eu fazia o relatório atrás da... a súmula do jogo e o relatório atrás do que aconteceu. Alguma alteração que dava. Quando a gente viajava, recolhia as taxas do jogo eh distribuía com a equipe, né, que era o juiz, dois auxiliares e o representante. Aí nessa época eu comprei meu primeiro carro, Eu falei, vou trabalhar para comprar um carro no futebol de salão. Aí, dito e feito, com o dinheiro do futebol de salão, eu comprei meu primeiro carro. Não usei nem um centavo do dinheiro da loja, era só... Que carro que era? Era um Fuscão. Eu comprei no ano de Fuscão Laranja, aquele que tem um farol grande atrás assim Era uma máquina, botão um ponto cinco

A gente saía, fazia o jogo e voltava, porque do outro dia de manhã tinha que estar na loja. Durante a semana era perto, a gente ia em Jundiaí, ia em Sorocaba, ia em São José dos Campos, ia em Santos, porque voltava rápido. Fim de semana ia para os lugares mais longe. Aí era escalado para Jales, São José do Rio Preto, Votuporanga, Olímpia, todos esses lugares mais longe , né. São Carlos, que era mais longe um pouco, era escalado em fim de semana. E ia fazer esses jogos. Domingo ainda fazia jogos aqui do Campeonato Estadual, do Campeonato Municipal. E trabalhei durante até o ano de setenta e sete, setenta e no esporte e na loja, no esporte e na loja. Como eu às vezes precisava sair mais cedo, fazer um acordo com o gerente e falava, olha, sábado eu preciso sair mais cedo. Ah, então você entra mais cedo durante a semana, uma hora, no sábado eu te dispenso. E era assim que acontecia. Sempre num acordo a gente conseguia um horário assim, legal, para poder fazer o outro trabalho. E foi sendo assim até, quando chegou em setenta e oito, eu falei, vou voltar a estudar. Setenta e sete, eu vou voltar a estudar. Aí, dei uma parada com o futebol de salão. Como eu já tinha até o ginásio, terceiro ano do ginásio, aí, naquela época, tinha o curso de Madureza. Chamava-se Madureza, que é o supletivo de hoje. Chamava Madureza. Então, eu conheci um primo que tinha trabalhava num desses cursinhos. Daí eu fui fazer as aulas eh eh saía da loja, ia fazer a aula no cursinho. Fiz seis meses, prestei o primeiro grau, porque eu não tinha terminado o primeiro grau. Prestei o primeiro grau, passei, né, aí eh Mais seis meses, fiz o segundo grau. Passei também. Os exames eram em maio e junho. Passei todas as matérias, fui aprovado. Aí, me candidatei a fazer o vestibular. Falei, agora vou fazer faculdade.
Então, aí o senhor resolveu prestar vestibular.
O vestibular. Aí, na época, fazer isso, fazer aquilo, eu gostaria de fazer contabilidade. Aí, não, conversando, resolvi fazer administração. Aí como eu não tinha assim... Eu tinha muita vontade de fazer no eh na gê vê ou na São Luís, mas era era pago, né. E eu não tinha condição assim de de tomar conta da família, né, com o que eu ganhava. Apesar de já estar numa posição melhor na empresa, mas não dava para pagar essa faculdade.

Essa mais uma foi a efe eme u Aí eu prestei na uspi, não fui classificado. A primeira fase, o corte era quarenta e dois, fiz trinta ãh, aí não fui. Aí eu falei, vou esperar um pouquinho, vou prestar na... Aí a efe eme u naquela época estava evoluindo muito, estava grande, né, uhum, que hoje está bem maior. Aí era uma uma faculdade meio de elite, ali na rua Faria Lima. Aí eu falei, vou prestar na efe Aí prestei na efe eme u, fui classificado. Fui bem classificado, né? eh... E... aí fui fazer na... Era pago também, uhum, mas era um preço menor do que... Era uma gê vê ou era uma São Luís, né? Aí eu falei, eu vou ficar. Aí fiz a inscrição, encarei, né? Aí parei com o esporte para poder estudar.
E estudava à noite?
Não, aí era assim, aí eu conversei com o pessoal da empresa, como aqui eu já estava no Shopping Ibirapuera, né, o shopping tinha um horário das nove às vinte e duas horas, aí eu fiz um acordo, eu entrava às quatorze e ia até às vinte e duas, uhum. Aí estudava das nove às doze, das oito às doze, aqui na Faria Lima, na efe eme u Aí, dito e feito, fiz.
Como é que foi esse período de faculdade, assim?
Foi muito bom. Nossa, conheci muita gente. Pessoal muito, assim, em condições muito melhores do que eu, né? que Os filhos de empresários, filhos de Pessoal que tinha condição. Eu pagava, mas pagava ali a duras penas, né?

Vendi o carro para poder... No segundo ano tive que vender o carro para poder custear, né? Aí os segundo, terceiro e quarto, aperto Eu morava lá na Vila Sabrina, saía cedinho, vinha para aquele efe aqui na Faria Lima, saía daqui, ia para Ibirapuera, para o Shopping Ibirapuera. Como eu tinha muita amizade, tinha muitos amigos que moravam aqui no Brooklyn, moravam aqui no Jardim Paulistano, aí eles me davam carona até o Shopping. Quase todo dia eu tinha um, outro, vai para o Shopping, te levo. A gente tinha um grupo de estudo, né, fizemos um grupo de estudo. Como eu estudava até meio-dia, Aí eu tinha aquele período da meio-dia até uma hora, uma e meia, porque eu entrava às duas horas. Aí o subgerente entrava às nove, abria a loja, quando eu chegava ele ia almoçar, né. E aí eu tocava a loja e depois a gente ficava, ele saía às seis horas e eu saía às dez. Daí eu sempre tinha um grupo de estudo que a gente Tinha muita dificuldade, porque eu vinha vindo de eh supletivo. Muita dificuldade em entender matemática, né, entender essa parte mais profunda. Aí comecei a aprender matemática financeira eh... E aí eu tinha muita dificuldade. Aí fizemos um grupo, tinha um japonês, na na época que era o crânio de matemática. Aí fizemos um grupo, eu, ele, E mais dois, a gente estudava da meio-dia até uma hora lá. Sempre um desses que estava comigo tinha carro e me trazia para o shopping. Quando não tinha ninguém para trazer, eu vinha embora rápido para chegar, uhum. Para no chegar às duas horas no shopping, entrar às duas horas. E fizemos isso. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Entrei em em setenta e oit Oito, me forme Tirei os quatro anos sem nenhum a dê dê

E aí nessa época que eu comecei a cursar a faculdade, a empresa me abriu mais um espaço para compras. Aí eu passei a ser comprador também, gerente da loja eh Ainda tinha duas lojas a mais, e comprador para as três lojas. Aí eu auxiliava a a dona da empresa, ela fazia compras, gerenciava a loja e dava o tipo de supervisão, né. Informal, mas dava uma supervisão para ela. Daí fiquei eh... Esses últimos anos de empresa com esse a mais que eu estava estudando. Estudando, aí me formei e continuei trabalhando na empresa, até que, em oitenta e oito, eles eles resolveram que o negócio não estava mais sendo viável para eles. Aí passaram o ponto. Daí, nessa época, eu comecei a fazer muita amizade com os compradores, com os vendedores, aliás. Eu era gerente e comprador, tinha muita amizade com os vendedores, dos representantes. Daí todos, se acontecer alguma coisa, fala comigo que eu te apresento na empresa, te apresento, te levo nos clientes, né. Aí de feito, quando eh no último ano mesmo, em oitenta e oito, já próximo, sabia que a empresa ia passar o ponto, ia acabar, Aí eu passei já até aquele tempo de manhã, que eu entrava só às duas horas, aí comecei a visitar clientes junto com um dos vendedores, dos amigos representantes.

Quando ele vier aqui, atende ele e tal. Aí, dito e feito, aí eu peguei duas empresas para trabalhar meio período. como representante. Sem registro, sem nada, era só uma coisa informal, mas, efetivamente, eu estava trabalhando. Saía de casa cedo e visitava as lojas até meio-dia, uma hora, duas ou três por dia, o que dava, depois ia para a loja. E, quando trabalhava, fazia meu trabalho na empresa como gerente. Aí quando saí, quando a loja resolveu fechar mesmo, eu estava já com duas empresas trabalhando, representando. Aí não foi difícil, peguei mais uma, comecei a conversar com a pessoa, peguei mais outra. Aí eu já estava isso com vinte e três anos de carteira assinada, né, de tempo de trabalho, e estava numa situação mais ou menos eh estável. Daí também, nesse outro nesse período que foi, eu estava procurando uma casa, porque eu já morava lá com o meu sogro há dezessete anos, dezesseis anos, dezessete anos morando com o meu sogro, né, no terreno dele, na casa que eu tinha construído. Aí eu estava vendo apartamento, estava vendo eh casas, estava vendo alguma coisa assim para comprar e sair de lá. como eu tinha prometido para ele que ia sair lá quando comprasse a a minha própria casa. Daí, como a gente tinha uma poupança, naquela época tinha uma poupança, aí hoje é aquele plano-collor que trancou a poupança. Aí foi um desespero, né? Pô, você fica tantos anos poupando, vai perder tudo, aqueles boatos todos, né? Toda aquela especulação em cima do que era o plano Collor, aquela coisa toda. Daí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou me desesperar, vou lá falar com o gerente da Caixa. Era na Caixa Econômica Federal da Vila Maria. Aí fui lá um dia, pedi para falar com o gerente. Ele falou, olha, não se preocupe com isso. Você não vai perder seu dinheiro. Esse dinheiro está aí, é garantido, é seu. Ninguém vai tirar ele de você. Dá mais um tempo. Aí naquilo tinha aqueles boatos. Não, vai desbloquear, não desbloqueia. Pode tirar cinquenta reais, pode tirar vinte reais Cada cê pê efe podia tirar um tanto, né, para se precisasse. Aí ele falou, não tira nada. Se tem mais alguma coisa para pôr, pode continuar depositando. Acredita em mim. Aí, de fato, continuei depositando. Muita gente falou que era louco. Ah, você vai perder tudo. Isso aí vão dar um golpe. Nada disso. Aí, dito e feito, aí quando chegou na época que o gerente percebeu que ia desbloquear, que ia liberar esse dinheiro, ele falou, o que você está procurando? Aí eu falei, olha, estou procurando uma casa ou um apartamento, não precisa ser zero, pode ser desde que caiba em família. Eu tenho uma mulher e três filhos, já estavam ficando adolescentes, já tinham quatorze Isso foi no ano de oitenta e oito Oitenta e sete, oitenta e oito. Ele falou, olha, eu tenho uma casa que está com inquilinos em Santana, no bairro de Santana. E você... Eu vou tirar os inquilinos e vou vender. Porque eu ia reformar para morar lá, mas minha esposa não quer. Ela morava aqui na Pedroso de Moraes. Era professora aqui na região. Aí minha esposa não quer mudar para lá. Mas eu gosto de ir lá, mas ela não quer mudar. E... você não quer ver a casa? Quando quando tiver sem os inquilinos, eu te dou a chave e você vai lá ver. Aí um dia ele me ligou. Ó, os inquilinos saíram. Quer ir ver? Aí eu fui lá, peguei a chave com ele. Falei, pode ir, olhar. Fica uma semana, duas. O tempo que você quiser, você faz uma avaliação. Aí eu fui lá, vim à casa, levei o meu sogro, que mexia com sabia de pintura, sabia de eletricidade, sabia, mexia com tudo. Aí fui lá, olhei a casa e falei, nossa, a casa é grande, tem uns comandos grandes, é boa, vai precisar fazer muita coisa, porque os inquilinos tinham detonado a casa, janela quebrada, vitro amassado, porta sem tranca, tudo improvisado estava lá. Eu tinha passado uns seis inquilinos e tinha deixado a casa, só não derrubaram as paredes, <laughs> o resto era tudo chão. com um azulejo solto. Tinha que mexer muito, mas eu falo, olha, eu ajudo você, só que eu não tenho dinheiro para te ajudar financeiramente. O que é que você acha? Falei, olha, eu acho que eu vou topar. Aí levei minha esposa também. Pela ver, ela adorou a casa, gostou. Uma casa grande, era o sonho da gente, uma casa grande. Um quarto para menina, outro quarto para os meninos, um quarto para a gente. Aí topei. Falei com ele, quando é que esse dinheiro vai desbloquear? Ele falou, logo, logo. Falei, como é? Qual é o negócio? Ele falou, olha, é X. É a casa que eu estou pedindo. X, não lembro quanto era agora. Na poupança tinha mais ou menos a metade daquele X que ele pediu. Aí eu falei, olha, eu tenho essa poupança aí. Aí fiz uma avaliação. Achei que o negócio era bom. Aí, quando saiu o dinheiro, desbloqueou, passei para ele, ele passou a escritura para mim, e fizemos a outra metade, e a outra metade fizemos naquela época em o erre tê ene quarenta e oito promissórias em Aí fui pagando, fui pagando, fui pagando. Depois de doze meses, mudou para a o tê ene Daí não tinha mais reajuste. Aí ficou bom demais para mim. Porque a o erre tê ene tinha reajuste mensal, né. Aí mudou para a o tê ene sem reajuste. Aí ficou tipo um congelamento daquela dívida, né. Daí, o o ele ficou meio impaciente, falou, poxa, agora eu vou perder, porque não tem correção, tem inflação, mas não tem correção. Aí, naquela época, eu estava, como representante, estava indo bem, estava vendendo eh bem, estava recebendo bem. Aí, eu comecei a falar para ele, olha, eu posso ir adiantando. você paga a duplicata desse mês, a promissória desse mês, e pago a última. Fui fazendo assim. Quando faltava dez, doze, ele falou, poxa, você não quer negociar o resto? De uma vez? Eu falei, não tenho. Mas aí vai lá, fala com as empresas. Aí fui lá com a empresa. Tinha a receber de uma, tinha a receber de outra, tinha a receber. Tinha uma promessa mais para frente. Aí cada um adiantou um pouquinho. Ainda tinha um saldo do do quando eu saí da empresa, recebi o fundo de garantia, uhum, recebi a indenização, o décimo terceiro mês, aí juntei aquilo tudo e negociei as últimas duplicadas que faltavam. Negociei, pedi um desconto, ele fez um desconto, negociei tudo, aí transferi a casa para o meu nome.

Estou até hoje lá. Aí bom Nessa época eh em oitenta e oito, oitenta e nove, mudamos em oitenta

As crianças jovens, né, um com quinze, outro com dezesseis, outro com 17, estudando e trabalhando. Começaram a trabalhar cedo também e Daí, em noventa e um, minha esposa faleceu. Teve um a vê cê e não teve re Foi para o hospital e ficou. Aí eu fiquei com três jovens, eh numa época difícil, com os três jovens. A minha filha, ela estava fazendo técnico em enfermagem, ali na no Brás, ali na Paris. Fazia técnico em enfermagem, meu filho fazia técnico em administração e o outro fazia técnico em desenho. Os três nessa faixa mais difícil assim, né, de cuidar, eu fiquei cuidando deles durante um bom tempo, uns cinco, seis anos nessa luta. Aí trabalhando como representante, aí chegou uma hora que eu resolvi reorganizar a minha vida. refazer tudo de novo, porque eu passei um período muito difícil, muito muita emoção, muita tristeza. Aí fui fortalecendo me fortalecendo, comecei a conversar com pessoas, comecei a reativar a minha vida, né. Daí conheci a minha atual esposa, Que, por coincidência, era vizinha minha, morava em frente à minha casa Até bem parecido com o da outra vez, né. Era era uma vizinha que eu não conhecia. Ela, um belo dia, cumprimentou e puxou uma conversa e Isso foi em noven Noventa e oito, então, eu fiquei de novent

Noventa e dois, até noventa e sete. Aí a minha filha casou, mudou de casa. O outro casou, mudou de casa. O outro ficou em casa mais um tempo, já estava querendo casar. E... Aí eu conheci essa atual esposa eh, mais jovem. Né, naquela época ela estava com quarenta e poucos anos, quarenta e sete. Quarenta e oito anos, ela tinha vinte e oito. Vinte e oito, vinte e sete, vinte e oito. Aí nos conhecemos. Aí começamos aquela fase de adaptação, de conhecimento. Levei ela para conhecer a minha família lá em Pernambuco. Fui conhecer a família dela também, que morava no interior de Pernambuco, lá em Caruaru. Fui lá, visitei, fui recebido muito bem. Ela também foi recebida bem, como a minha família. Aí voltamos, resolvemos morar juntos. Falei, olha, eu estou preciso de ficar. Se você quiser, a gente na volta já fica aqui. Fica comigo, em casa. Porque eu sentia muita solidão. Fiquei seis anos, sete anos, não sei como, sozinho. Sozinho Tinha namoradinha, para sábado e domingo. Saía, às vezes, durante a semana, ia num teatro, num cinema. Procurava fazer em algum evento. Mas daquilo eu não preenchi o que eu queria. Eu queria mesmo uma companhia definitiva, uma pessoa para preencher o dia a dia, para conversar, até para brigar eh Eu sentia muita falta daquilo. Era um vazio que não acabava mais. Aí ela topou. Voltamos de lá das férias, tivemos um tempo de férias, fim de ano, fui visitar meus parentes, parentes dela. Voltamos para casa e ela ficou em casa comigo. Aí passamos a viver juntos. Nisso, o filho que ainda morava comigo casou também, saiu de casa.

Comecei a vida e depois isso já foi em noventa Noventa e sete, noventa e oito, aí em noventa e nove nasceu a minha primeira filha, do segundo casamento.

Hoje ela está com onze anos. Eh... E... Estava muito feliz com ela. Aí no ano dois mil nós casamos. Casamos no civil, na igreja, porque não tinha impedimento nenhum. casei na igreja, no civil, e continuamos. No ano de dois mil e cinco, nasceu gêmeos <laughs> e

O ano que vem já vão para o primeiro ano. Estou tocando a minha vida, estou Continuo trabalhando como representante e Em noventa e sete, aposentei por tempo de serviço, uhum, porque eu já tinha tempo para aposentar, naquela época que eu estava mudando a lei. governo Fernando Henrique, que teve aquele negócio que ele falou, ah, tá, o brasileiro não gosta de trabalhar muito, quer se aposentar cedo, mas a gente, eu tinha meu direito porque eu tinha o tempo pago, que era trinta anos para homem, trinta e cinco anos para homem. Aí ganhei uma conversa com um amigo meu, que é advogado, um dia, ele falou, olha, como é que está teu tempo de serviço? Ah, está tudo aí, eu já tenho acho que uns trinta anos de aposen Aí eu tinha aberto a empresa e estava pagando como autônomo, né. Quando eu saí da empresa, logo abri, quando saí da do registro formal, uhum, logo abri a empresa para recolher, porque eu não podia perder o tempo de serviço. Eu já tinha vinte e três anos, aí paguei carnê como autônomo durante oito anos. Aí, nessa conversa com um amigo, ele falou, olha, traz todos os documentos que eu quero ver. Ele lida com aposentadorias, tem escritório disso. Aí, levei os documentos todos, traz o documento do exército também, levei e falou, olha, você tem vinte anos só nessa empresa, tem oito anos de carnê, dá trinta, tem mais um ano de exército, dá trinta e dois, falta dois anos e pouco para você trabalhar. Essa lei vai mudar. Já está no Congresso, vai mudar e você só vai poder aposentar com sessenta e cinco anos. Quer aposentar compulsório, com trinta e dois anos e oito meses? Falei, quero. Pode parar esse mês, você já não paga mais o carnê. Aí deu entrada na aposentadoria. é a aposentadoria compulsória, e aí eu passei a receber oitenta e oito por cento do que eu tinha direito do integral, né? que faltava O doze por cento era justamente esses dois anos que faltava, uhum. Aí aposentei e até hoje sou beneficiário, né, e continuo trabalhando como representante, né. Agora a coisa está mais leve, está mais informal, porque aí eu Mais em pé, aí fechei, depois que apresentei, fechei a empresa e passei a trabalhar informal. Tenho representante, tenho visitas para fazer, meus clientes. Estou trabalhando. Continuo trabalhando, né? e... E tenho meu benefício, uhum. Não é grande coisa, mas dá para manter, assim, dá um equilíbrio.
E uma coisa, o senhor falou que voltou para Pernambuco para apresentar essa nova esposa, mas o senhor voltava para lá com alguma frequência?

Mesmo no no primeiro casamento, quando eu tirava férias. de dois em dois anos, de três em três anos, eu ia, eh... Levava a família toda para lá, para a casa da minha mãe. E ia para lá, aqueles irmãos, aquele movimento todo, levava as crianças, a gente voltava para aquelas praias que eu citei antes, as praias todo dia, ia para outras praias também, porque lá é eleitoral mesmo, né. Então, todo lugar, toda direção que você vai, tem praia.

Ou vai mais para o norte, que é a ilha mesmo, é o final do continente lá. Depois vem Paraíba, logo depois de Pernambuco vem Paraíba. Final de Pernambuco já é... lá na ilha de Itamaracá. A gente ia com essas crianças, ia e voltava. Aí eu fazia assim, trabalhava um ano, não tirava férias. Trabalhava o segundo ano eh, às vezes não tirava férias. No terceiro ano, que tinha uma lei que se trabalhasse três anos seguidos, aí a empresa pagava uma multa, uma coisa assim. Aí no terceiro ano eu vendia uma das férias, E vendia uma das férias, ou as duas férias vencidas, e tirava a terceira. Aí pegava esse dinheiro para ir com passagem, para ir, para custear as férias. Ficava vinte dias na casa da minha mãe, trinta dias, às vezes até E era muito bom, muito prazeroso, muito gostoso estar lá com meus irmãos. Aí continuei assim, depois que fiquei só, passei quase todo ano, porque tinha uma solidão grande, ia lá no colinho da mamãe, né, ficava lá. Aí depois fui apresentar a minha esposa e continuei indo. Minha mãe faleceu esse ano, em janeiro desse ano, um mês passado. Ela já estava com oitenta e quatro anos, oitenta e poucos anos, faleceu. E agora tenho meus irmãos que moram lá, tenho a referência lá. A hora que eu quiser voltar, quiser ir lá, tenho. É a família toda lá. É a irmão para visitar, né. E tenho os parentes da minha esposa também que moram no interior, próximo a Caruaru. E hoje eu tenho mais três filhos pequenos. A menina com onze anos e o menino com seis cinco anos, esse ano eles completam seis Estou tocando, está ótimo

Estamos encerrando, então. O quê que o senhor achou de estar aqui dando esse depoimento?
Foi muito bom, eu

Está sendo cumprida, porque eu vim aqui para trabalhar. Eu nunca tive a aspiração de ficar milionário, de de ser um bilionário. Eu queria trabalhar. A vontade que eu tinha era vir para trabalhar. vir para ter minhas coisas, né, formar família, tudo isso aconteceu. Até hoje não tenho uma situação financeira muito grande, mas... Tenho aquilo que eu quis, trabalho. Até hoje trabalho todo dia, se eu quiser. Também, se eu não quiser, um dia eu não vou. Eu tenho domínio daquilo porque eu não tenho vínculo obrigatório com nenhuma das empresas. Se eu quiser, <coughs> é hoje ou não, eu não vou. Também não ganho <laughs> A coisa é mais ou menos assim nesse nível, né. Mas eu estou feliz de ter saído de Pernambuco com de

Eu acho que estou feliz por tudo isso.
Então, a gente agradece o seu depoimento. Muito obrigada.